Bom dia. Queria começar a entrevista perguntando o seu nome completo, data e local de nascimento. É

Batalha. E você podia falar o nome dos seus pais e qual era a a profissão deles, a atividade deles?

E você tem uma recordação dessa sua infância lá em Batalha?

Muito criança, mas eu lembro muito bem de tudo ali, a cidade muito cheia de ladeira, muitas ruas, as ruas tudo calçada de pedra, coisa de criança. Lembro da missa, da igreja que ficava num alto, essas coisas simples.
E tinha rio lá?
Tem um rio chamado Rio Panema, que ele não não é um rio que vive permanente com água como esse. Ele é rio de época. Ele tem época, quando chove muito, aí tem aquela rio grande, cheio de onda, cheio de muito basculho e muitas... muita água e E agora, e quando não chove, ele fica eh repartido em pequenos poços.
Hum, tá. E foi ali que você começou a pescar?
Praticamente, sim. Eu ia com a minha avó naqueles poços, quando o rio secava, aí a gente ficava naqueles pequenos poços, a gente juntava, a minha avó juntava um bocado de gente, e com o latra ia, chegava lá, a gente tirava aquela água de um poço para outro e tirava o peixe no final da... Então, sempre eu estive envolvida com isso. Ah, vocês iam secando o poço para pegar... E com a latra até secar tudo e tirava o peixe, depois dividia ali para todos aqueles e fazia lá mesmo a peixada na no na naquelas... Caçava um pau de sombra, fazia aquele peixe lá mesmo. E todo mundo se alimentava e depois ia para casa feliz da vida. Com as latras cheias de peixe.
Que beleza.

Dez. Dez? Nove mulher, dois homens.
E qual é a ordem? Você é a mais velha? Sou a mais velha de todos. Ah, você é a mais velha? Nossa, que responsabilidade. Imagina <laughs> E você lembra do nome de todo mundo?
Lembro de tudinho. Pode falar.

Acho que é disso não vê tudo, é tantos <laughs> e e
E vem cá, como é que é uma casa assim que as mulheres mandam?
Hum... É é um pouco difícil, viu? Principalmente quando as mulheres, eh... como eu mesmo, comecei a trabalhar com muito criança ainda, com idade de sete anos, eu já pescava mais meu pai. Para ajudar na despesa de casa, porque como eram muitos, eu era mais velha, tinha que estar sempre ajudando. Quando a gente vinha do Rio, aí meu pai Isso já foi aqui no Rio São Francisco. Aí meu pai, ele ia cuidar de outras atividades e eu pegava o peixe e ia vender. Já tinha a responsabilidade de vender, negociar aquele peixe, fazer feira e trazer para casa, com sete anos? Com sete anos. sete

Eu comecei sempre muito muito jovem, muito criança.

Teve uma época que não tinha... faltou chuva durante vários, vários meses. Como o povo lá vivia mais atividade dependendo da chuva, não chovia. Aí começou muita gente a emigrar. para socorrer suas próprias famílias, a gente Meu pai via muita gente passar necessidade e ele, com medo que os filhos passassem necessidade, correu, como como era pescador, correu para o rio São Francisco, para ver se não seca <laughs> Foi a melhor opção que ele achou, vamos para a beira do rio. Juntou nós tudo , os filhos todos, e veio para aqui

Aí veio aquela outra história, choveu demais. A barragem de Sobradinho vai quebrar.

E viemos e até hoje estamos aqui.
E como é que foi a impressão, assim, da sua chegada, você criança, sete anos, vendo assim
Eu não sei não, mas eu acho que para mim tudo era tudo era novo, eu queria ver muito, eu sempre fui muito cu curiosa. Eu queria sempre estar vendo, eu acho que sempre tinha uma coisa aqui que eu precisava descobrir. Eu achava que tudo que eu sabia era pouco. Eu queria conhecer todos os peixes, eu queria conhecer cada profundidade de cada local do rio, cada pedra. Aquela curiosidade de de jovem. Para mim tudo era novo, eu queria saber de tudo. E aí fui me tornando muito conhecida, porque antes mulher não tinha mulher pescadora. E eu fui fui virando adolescente, fui me me cri cri criando, aí passei o ponto, não, vou deixar de ser pescadora, vou vou casar. Arrumei um marido, não deu certo, volto para ir para o Rio de novo. Eu acho que essa coisa de sempre ser dona do próprio nariz, que sempre complicou minha vida matrimonialmente. Sempre aquela coisa de criar à vontade. Aí, como se você criasse um animal, nunca tivesse botado nele uma uma coleira, nunca tivesse prendido ele numa gaiola. Quando você prende, ele vai ficar triste. Eu acho que eu fui um animalzinho desse rio.
Ah, mas que legal, vamos voltar lá atrás no tempo para a gente entender melhor aí o, o seu caminho na vida. Então com sete anos você estava pescando com seu pai aqui no rio, uhum. E aí, como é que, que que ele te ensinou? Como é que era o beabá aí da pesca?
Olha, a gente aprendeu a fabricar os próprios materiais de pesca. A gente comprava um fio, E fazia u a pesca, a tralha de pesca. Seja a rede ou seja a tarrafa. A gente sempre fabricou esse material.
Ah, vocês teciam as tarrafas? Isso, i
Isso Eu pescava mais meu pai. E as minhas irmãs, junto com a minha mãe, fabricavam o material da gente trabalhar. E eu, nas horas de tempo, quando eu tinha um tempo, também estava ali. Porque, ah ah como eu falei, na curiosidade, eu sempre queria saber mais. Sempre eu tive aquela aquela aquela vocação de querer ter para ensinar. Aí eu fazia os começos da tarrafa, fazia os começos de rede e fazia cada pedaço e botava elas. Aqui é o seu, aqui é o seu, aqui é o seu. Como mais velha, sempre tive aquela aquela espécie, eles sempre viram em mim aquela espécie de liderança da família, da dos irmãos, né? E sempre foi assim.
E aí você começou a pescar de rede? Isso.

E como é que faz para pescar de rede? Como é que é?
Primeiro tem que ter a rede e o barco, né? <laughs> <laughs> Para poder nós ir pescar, mas aí vocês vão ter que ver na prática, botar a rede lá no rio. Assim, para dizer assim, não sei como é que...
Aí você joga, você está no barco, aí você joga a rede no rio.
Nós amarra ela num certo ponto, se não tiver madeira para amarrar, a gente amarra uma corda numa pedra. Faz daquela pedra uma um suporte. Uma pedra no fundo, uma boia lá, porque a boia vai fazer peso, a pedra faz pedo peso para esticar a corda. A boia puxa a corda, automaticamente a gente amarra a rede. Na corda, que por sua vez ela está lá, suposta, firma no chão e firme em cima da água. Aí solta a rede. Estira a rede de acordo ãh o rio. Aqui não dá para gente passar ela atravessando, porque o rio puxa. Mas dá, a gente caça um jeitinho e sempre coloca ela.
E aí, <hesitation> que tipo de peixe vo vo você pegou dessas primeiras vezes assim?
Nossa, eu acho que todo tipo de peixe do rio eu já peguei ele. Surubim, dourado, piau, piranha, pescada, crumatá, pacu. Todos os tipos de rede nativo do rio, mandim, eu já peguei. Todos. E, e E os não nativos também, que hoje tem muitos que não é nativo. Tem muitos peixes que não são nativos do rio. Já foi uma, uma consequência, não sei do quê, mas que alguns peixes foram ficando em extinção. E aí o governo mandou soltar algumas algumas espécies no rio e hoje a gente captura essas espécies.
Que são?
Que tipo que não é nativo, que são nativos, é, tucunaré, Tambaqui, a pescada branca, que tem dois tipos de de pescada. Tem uma que é curvina, que é nativa. A pescada não é nativa, é agregada. Como também o Tambaqui, o Tucunaré. Tem o Cachara que hoje, ele acha que é surubim. Mas eu conheço, eu sei quem é o surubim e sei quem é o que não é surubim, propriamente, o cachara. E qual que é a diferença? A diferença é nas nas pintinhas dele. O surubim, ele é todo pintadinho, as pintinhas bem arredondadinhas ou um pouco ovalzinhas. Já o cachara, ele tem umas umas escritas, uma espécie, eu chamo de escrita chinesa. Uhum, <laughs> E o marisqueiro dele tem uma um tipo de de pinta diferente, eles tem deles mesmo que parece ser escrita chinesa mesmo, parece ser feita mesmo a mão.
E esse é o Cachara? É o Cachara. E, e E no gosto, tem diferença?
Não, ele não tem muita diferença não, eu acho até que ele é mais, ele é melhor de se trabalhar com ele. Porque ele, ele cresce mais rápido, o desempenho de de massa dele é mais, ele tem mais carne do que o outro, que é o Surubim. que é o nativo.

Isso. Então vamos falar um pouquinho do surubim, que é o peixe mais famoso aqui do São Francisco, né? E ele é um peixe grande ou pequeno?
Ele é grande. Agora o mal é o povo capturar ele pequeno. Muita gente, hoje o trabalho de de em torno desse desse trabalho, a a as as eu digo, a gente precisou Para preservar o surubim, a espécie, a gente precisou fazer um trabalho de conscientização dentro das colônias. Eu fui uma das pioneiras nesse trabalho, porque eu, como pescadora, sempre estou lá junto com o pescador. E vejo as falhas que eles cometem, até por inocência, por ignorância. Acham que porque foi Deus que fez, nunca vai acabar. E eu sempre me empenhei nessa questão de preservar. Porque eu acho que quem ama, cuida, uhum. Quando a gente cuida, a gente tem sempre. E sempre me empenhei nessa parte de fazer a... a comunicação entre eles, de fazer um trabalho de conscientização para ele perceber que não pode fazer um trabalho errado, senão amanhã a gente não vai ter. E isso, graças a Deus, muitos deles hoje dificilmente tem um pescador que não tem consciência disso, que não pode pescar nessa época, que é uma época de piracema, não pode pescar na na o peixe pequeno, Vamos ver o que a gente pode fazer para só pegar aquele que a gente precisa. Se não precisa, pega para instruir, não precisa nós pegar. Isso tem tem, graças a Deus, tem feito a diferença.
Que bom que você está fazendo esse trabalho.
Mas é muita gente, não é só eu não. Eu sou só mais um no meio dos outros. Tem muita gente empenhada nisso.
Mas então, olha, para o pessoal lá de baixo que nunca viu o surubim, vamos falar um pouco mais dele. Como é que é a pesca dele? Já que ele é um peixe muito grande, não deve ser mole tirar ele da água, não?
Não, ele é um pouco complicado. Olha, o surubim tem várias formas de pegar o surubim. Tem a rede, tem que ser uma rede específica para ele. Tem a tarrafa, que hoje já não se usa muito ela Dificilmente você vê um pescador de tarrafa de surubim. Porque ela é uma pescaria proibida. Porque quando a tarrafa você usa uma tarrafa, o nome da tarrafa se chama tarrafa de arrasto. Quando você usa uma tarrafa de arrasto para pegar o surubim, ela vai arrastando em cima das pedras. Aí ela vai automaticamente desmanchando a cama do surubim que a gente chama, na linguagem do pescador chama-se a cama do surubim. Naquela cama do surubim ali podem estar os filhotos alevinos, Ali pode estar o próprio surubim pequenininho, vai depender do tamanho. Pode estar um reprodutor grande lá, vai depender do tamanho daquele espaço que ele guarda lá. Então, quando se passa a tarrafa em cima, desagrega ele dali de cima. Então, ele ele ele fica, desmanchou a cama dele, ele vai ficar, vai caçar local para ficar. Aí, onde se torna presa fácil para o pescador. O pescador vive disso. Ele vai para procurar o surubim e aí vai se tornar uma presa fácil. Então o Ibama proibiu. A gente acha que está certo, realmente não é a pescaria ideal e poucas pessoas hoje utilizam esse tipo de pescaria, como também tem tem anzol, e dá para pescar de anzol? Dá. Dá, só não aqui, aqui não tem mais trecho de pescar de anzol. Aqui não tem mais local, uhum, mas tem muitos cantos aí na represa que se pesca de anzol o surubim. A isca utilizada para pegar ele é cari. Ele tem preferência por a isca. Cari é outro peixe? Isso, é outro peixe. É aquele que a gente viu que chama lagosta do São Francisco. Só que o dele, o que o surubim prefere não é aquele pretinho. É um amarelinho. É um carizinho amarelinho pequeno que ele não cresce muito. Ele é bem gordinho, é bem gostoso. E o surubim também tem as preferências dele.
É, né? E qual o tamanho do anzol para pescar surubim?
O anzol para pescar surubim ele é do tamanho de um armador de rede.

Faz assim para mim, uhum.
Mais ou menos isso aqui. Um anzol para pegar surubim.
E como é que tira esse bichão de dentro da água?
Tem que esperar ele cansar <laughs> Não pode chegar lá com o anzol e já pegar ele e jogar dentro do rio, dentro do barco. Porque quando você pega ele na corda, ele corre. Quando ele corre, ele faz, quando ele faz embalagem, a corda queima as mãos da gente. Se tiver de luva, mesmo assim não vai adiantar, porque mesmo assim ele, ele consegue puxar. Aí não vai não vai embarcar ele. Aí tem que esperar, você vai puxa ele, quando ele corre, você segura a corda ali o máximo que você pode, aí ele ele vai cansar. Várias vezes, várias vezes, até ele cansar. Quando ele cansa, aí ele... A gente puxa ele para dentro, mas enquanto ele não cansar, não puxa não.

Tarrafa. Tarrafa.
A diferença da tarrafa é que ela parece um mosquiteiro. Ela é redonda e abre, fica igual um prato. A rede, ela é estirada, ela é uma, como se fosse uma fita. Agora, uma fita de uma certa altura. E malha de malha, ela parece uma... deixa eu ver, uma rede de... de trave de campo de futebol. É naquele estilo, só que a de trave ela é um pouco quadrada. E a de a de pesca ela é comprida, com cem metros. Eu mesmo tinha uma pescaria de rede com cinco mil metros. Muito grande. Aqui mesmo não tem condição de pescar com uma pescaria dessa.

Sua mãe plantava o quê? Aí a gente... Eles... Sempre em casa de pescador nunca falta peixe, né. E a gente fomos criadas muito com peixe. E eu sempre gostei, particularmente, eu gosto, o meu alimento preferido é peixe. E a gente sempre procurava cozinhar, fazer o peixe assado, um dia fazia assado, outro dia fazia é, cozido, fazia aquele pirão, famoso pirão da beira do rio, que é uma delícia. Às vezes a gente fazia batata fazia batata cozida, o peixe assado, sempre variava.
E as brincadeiras de pequena assim no rio, com suas <laughs> dez irmãos?
As brincadeiras mais mais comuns que a gente fazia era tomar banho pulando o barco lá no meio d'água. Pulava todas dentro d'água, o barco se afastava e nós saíamos nadando para pegar o barco. Às vezes nós fazíamos uma meta de nadar, fazíamos uma boia, uma marcação, a gente ia até aquele ponto nadando. Para não correr o risco de um nenhum morrer afogado, nós escolhíamos uma das irmãs para ir levando o barco acompanhando as nadadoras. E sempre foi assim. Sempre a gente fazia aquelas competições. Muitas irmãs não precisavam nem de outras para vir competir. Nós sempre competíamos nós mesmas. E o engraçado era o prêmio. Uma rapadura <laughs>
Ué, prêmio bom, docinho.
Uma rapadura era o prêmio que a gente utilizava para as competições.
Que legal! E, e, você contou então que o seu pai falou que com sete anos você já vai me ajudar. E você vai fazer isso sozinha. Como é que era esse negócio? Você pescava e ia vender sozinha?

Porque a gente morava perto de uma vila e esse pessoal da vila era uma vila de funcionários chesfi. E sempre que a gente pescava o peixe, eles compravam. Aí a gente pegava o peixe, beneficiava ele cá no rio, limpava tudo direitinho, já as quantidades certas das pessoas. Aí eu pegava, botava tudo em uma bacia, botava na cabeça e ia entregar. Nas casas, já ia certo.
Gente... Começou cedo então. Começou cedo. E aí, como é que a vida foi seguindo? Você eh foi à escola, tinha escola perto?
Tinha escola perto, fui à escola até certo ponto, porque sempre nunca dava tempo de estudar direito. Naquela época, a gente, os pais, eu acho por falta de conhecimento do que, da previsão do que poderia ser, eu acho que do jeito que eles foram criados, acho que devia criar os filhos. E isso é uma coisa que hoje me faz muita falta. Foi o estudo que eu não aprendi na escola. Que passei a aprender em casa com as colegas, com professoras que me via e ela queria, ela dizia, essa menina é muito inteligente, eu vou ajudá-la. E muitas dela ia lá para casa me dar aula particular, sem compromisso nenhum, por pura amizade. E aí eu aprendi assim, porque eu só cheguei a estudar até a quinta série, na escola mesmo, mas sempre tive eh eh esses tipos de pessoas que sempre se comprometiam de ajudar e a gente fazia o... correspondia aquela aquele favor que aquela pessoa estava fazendo para a gente.

Ah, o rio naquela época era maravilhoso. Ainda é maravilhoso. Nosso rio, eu eu falo, costumo falar o seguinte, que o rio São Francisco é a veia do coração do Nordeste. É a é a É uma artéria principal do coração do Nordeste. E às, os os nordestinos, nós, os pescadores, somos aqueles pequenos vasos que dependem daquela, daquele vaso principal do coração do Nordeste. Falar do Rio São Francisco, no meu no meu no meu conhecimento, eu acho que significa vida. Rio São Francisco para mim é vida. A gente se emociona quando fala do rio porque a gente viveu aqui dentro. E viu aquele rio livre, correndo. E hoje a gente vê o rio preso, morrendo. É difícil. Difícil, difícil, difícil para gente ver. A gente chega, hoje eu mesmo, no meu caso, muitas vezes a gente se emociona quando fala do Rio São Francisco, porque a gente vê ele hoje aí desse jeito. Quem viu ele, quem viu o Rio São Francisco há trinta anos atrás e vê ele hoje, não diz que era o mesmo rio. Se você tivesse hoje uma filmagem do Rio São Francisco de trinta anos atrás e visse o Rio São Francisco hoje, você não dizia que era o mesmo rio. Por quê? Porque hoje ele é um rio raso. É um rio cheio de de de coisas que a gente não gostaria de ver dentro dele. Rio de pedras, de ilhas que aparecem do nada. De local que a gente passava no rio em barco e hoje passa de pé, mas é... Isso é uma coisa que deixa a gente triste com o que a gente vê hoje.

Tem lugares que, onde a gente passava de barco, hoje passa caminhando de pé. É isso que não é mais o mesmo rio. Eu não sei o que aconteceu Eu não tenho essa essa não tenho esse conhecimento. Por que que está acontecendo isso?

Das suas primeiras grandes aventuras de de pesca. Suas grandes pescarias que você conta aí para as suas filhas. Conta umas historinhas aí das suas pescarias.
Olha... Pescaria, o povo tem um dizer assim, né? Que Quando conta uma história muito cheia de fantasia, aí diz assim, é que história de pescador <laughs> O pescador, geralmente, tem uma, uma forma de acrescentar as palavras. Agora, tem coisas que a gente fala que não acrescentou nem um pouco, e é real, uhum. Porque teve uma vez que a... Eu aqui nesse rio mesmo pescando, eu estava com a com o meu pai e eu tinha, tinha feito uma dívida. E aí eu tinha, nós não tínhamos, eu já estava preocupada como eu ia fazer para pagar a dívida. Porque eu não pegava peixe. Eu vinha para o rio todo dia. Não tem jeito, eu vou ter que vou ter que entregar o A eu tinha comprado uma cabra para minha filha. Eu digo, vou ter que entregar a cabra para o dono da cabra porque eu não arrumo dinheiro de pagar ele. E fiquei naquela preocupação. Aí vim de lá, nós pescando lá em cima, no pé da barragem, aí nós viemos de lá para cá. No dia anterior tinha, tinha falecido uma mulher aqui, afogada. Uma professora e E todo mundo, acho que tentaram achar ela, no mesmo dia não acharam. Aí gerou aquele comentário. A mulher vai subir, vai boiar, não sei o quê. E a gente ficou naquele naquele medo, né? Eu fiquei com aquele medo de que eu vou passar ali e essa mulher vai subir na hora que eu for passar. Uma mulher morta. E eu, medo, medo. E lá veio eu de lá para cá, com o barco sozinha remando <laughs> Quando eu olho, eu vi uma coisa branca lá em cima d'água, a... Aí eu digo, à mulher... Nossa, eu trimia de medo. E agora, meu Deus, o que é que eu faço? Vou voltar. Mas não dava mais para voltar porque o carro que eu ia, eu ia deixar o barco encostado ali embaixo e o carro que eu ia já estava me esperando lá onde eu ia ter que parar o barco. E se eu voltar eu perco o carro. E agora? E a mulher e eu me aproximando da da mulher, no no meu ver eu via a barriga da mulher, o medo era tanto que eu via tudo, eu via até o seio da mulher. Tudo, estava lá a mulher morta lá na minha frente. E eu desesperada, sem saber o que fazer, fui chegando para perto. Aí naquela hora veio aquele pensamento, mas quem morreu não faz mal a ninguém. Aí eu pensei nos filhos dela, eu digo, os filhos estão todos preocupados, eu vou achar a mãe deles e vou dizer para eles. Veio o pensamento na minha cabeça automaticamente. Quando eu cheguei perto, achando que era mulher, não era mulher, era um surubim <laughs> Era um surubim que tinha levado uma pancada nas comportas e estava boiando lá em cima d'água, quase morto. Quando eu vi o surubim, eu digo, Eita, meu Deus, o dinheiro da cabra. <laughs> Aí corri com as mãos naquela naquela ganância de pegar o surubim, naquela vontade de pegar aquele surubim enorme. Botei as mãos no surubim. Quando eu botei as mãos no surubim, ele correu. Ele ainda não estava morto. Aí foi embora, digo, ô meu Deus do céu, perdi o surubim. Bem pregado para mim, fui ficar com medo de uma pessoa que já morreu. Aí fiquei ali olhando, digo, ô, perdi o surubim. Aí de onde eu olho, lá vem ele subindo de novo. Ele tinha afundado, mas lá vinha ele subindo novamente. Aí eu fiquei olhando, aí eu vi para o tamanho dele direitinho, eu digo, eu não vou ter condições de puxar ele para dentro do meu barco. E nós estamos descendo o rio, lavando nós juntos, eu com ele, com o surubim, com o barco. Aí eu tinha uma corda dentro do barco, uma corda de seda, um cabinho de seda. Aí peguei o cabinho, amarrei no banco do barco, fiz um laço, aí fui lá bem devagarzinho, sem que triscasse nele, porque se eu triscasse nele, ele ia correr de novo. Aí botei o laço e fui arrochando devagarzinho. Quando ele sentiu a corda, aí ele fez carreira de novo. Quando ele fez carreira de novo, a corda já estava amarrada no barco, mas aí eu não podia puxar ele para dentro. Eu pegava na corda, ele corria e queimava a minha mão. O queimava minhas mãos e ele não conseguia voltar. Aí lá vai eu arrastar ele no remo até chegar no porto. Quando eu cheguei lá o pessoal já estava todo preocupado comigo. O pessoal do carro.

Eu digo, o que foi que aconteceu. Eu achei o surubim. Aí ele, não, quem mandou o surubim? Não, foi eu que peguei. Não, não acredito. Não, se não foi acredito, realmente ninguém acreditou <laughs> Mas foi eu que peguei o surubim <laughs>
Que beleza, aí você pagou a ca
bem grande, de de quarenta e cinco quilos. Era maior do que eu, o surubim. quarenta quarenta e cinco.

Eu digo, é, as coisas de Deus, é assim.
Que maravilha!
Muitas histórias de pescador, muitas histórias bonitas, as pescarias que a gente fazia. Passava o dia todo, a noite toda, pescando.

Conta uma história de pescaria de noite.
Olha, a gente... Meu pai teve um derrame. E ele ficou três meses parado sem, sem poder pescar. Internado mesmo, a gente pensou que realmente ia ficar sem pai. Aí eu assumi. Assumi a casa, assumi a pescaria, assumi tudo. Aí eu saía com a minha irmã de noite. De noite a gente jantava por volta de quatro horas da tarde. Nós saía à noite pescando. Passava a noite no... jogando tarrafa, pescando de tarrafa. Aí a gente viu que realmente não ia dar para para sustentar a casa porque era muito pesada a pescaria de tarrafa para mim, passar a noite todinha jogando aquela tarrafa. No outro dia amanhecia o dia com os braços todos doloridos, não tinha condições. Aí a gente resolveu ir pescar na represa. Porque lá era mais tranquila a pescaria da represa, só que lá não tinha... Tinha que pescar de noite também, mas não tinha local de de dormir, local para encostar o barco. A gente fazia o seguinte, pegava, levava sal, eh, comida, levava tudo que a gente precisava, nós levava. Para passar a semana no rio, ou quatro dias, cinco dias, aí levava a rede para dormir. Eu e mais duas irmãs minhas. Aí nós levava as redes, nós amarrava o barco no pau, no meio do rio, aquelas madeiras que tinha dentro d'água, amarrava o barco na na ma no pau, armava as redes, Lá nós pescávamos durante a noite e no dia nós tratávamos o peixe, salgávamos, botávamos o peixe todo em saco, jogávamos nas galhas de pau. E assim nós fazíamos ali. Ali nós fazíamos comida, fazíamos o fogo, fazíamos, preparávamos nossa comida numa lata. Fazíamos um fogareiro de lata.
Que comida que vocês faziam?
Mais peixe. Sempre fazia uma prática. Fazia, juntava arroz com feijão. Fazia um que a gente chama baião de dois. E quando terminava de cozinhar aquele baião de dois, aí a gente já tinha um peixinho ali para assar, assava o peixe ou carne. No rio sempre é bom comer peixe, carne não tem muito gosto no rio não. O peixe é mais saudável. Porque ali a gente tem muito, escolhe o que quer. E sempre fica ó
Então aí você está falando da pesca à noite com as suas irmãs, que vocês faziam a comida.
Aí a gente fazia aquela... preparávamos, passávamos a noite eh na pesca, aí preparávamos a comida. De noite, quando era quatro horas, nós saíamos para pesca, voltávamos onze, doze horas da noite, aí nós descansávamos, dormíamos. No outro dia, de manhã, saíamos quatro horas, três e meia, quatro horas da manhã, ficávamos até oito, nove horas dentro d'água, voltava para fazer comida. arrumar o peixe que nós tínhamos pescado. Aí, dia a dia, até o dia de voltar. No outro dia, a gente sempre tive uma canoa de quatro remos, truncada. Aí sempre tinha duas. Ia duas remando e uma ou fazendo algum trabalho da estrada de pesca. Sempre a gente, sempre estavam as três trabalhando. Sempre, sempre. Eu sempre comandando o trabalho, <laughs> sempre orientando. Não, assim não dá certo, vamos fazer assim. Graças a Deus, eu e as minhas irmãs, meus irmãos, a minha família, sempre nós tivemos essa essa facilidade de se de se comunicar e de, se a coisa não está boa, vamos parar, vamos sentar, vamos ver onde é que estamos errando. E retomar tudo para não não continuar errando.

Então, você já contou um pouco para gente aí de um peixe do rio que é o surubim. Você podia contar outro aí, por exemplo, o dourado?

O dourado é um peixe que é o segundo melhor do Rio São Francisco, é o Ele é um peixe grande, amarelinho, muito bonito. Eu acho o dourado um espetáculo de peixe. Lindo, lindo, lindo, lindo. E é um peixe muito... Muito bom. Gostoso, muito Tem muito, muito assim, comercial. Só que ele tem espinha.
Tem espinha? Tem. E ele é fácil de pegar? É.
É. É fácil de pegar quando está na época dele. Porque todo peixe tem sua época. Não tem peixe todo o tempo. Ele não tem todo o tempo. É claro que a gente pega ele durante o ano todo. Mas não é a época dele. É como as frutas. Tudo tem a sua época, ele tem a época dele. Agora mesmo, nessa época, nesse tempo que nós estamos vivendo agora, é época de todos, mas porque eles estão em fase de reprodução. Então todos andam muito, todos passeiam, andam, vão mostrar as suas suas belezas, uns <laughs> para os outros, <laughs> mas tudo tem a sua época.
E a época mais do dourado é qual?
É quando o rio está enchendo, está pegando água nova. Quando a água está ficando amarela, que vem aquelas águas novas, aí ele ele é a época mais do dourado. Dele e da crumatá também. Vários tipos de peixe tem nessa época.
E você estava contando para a gente, quando a câmera estava desligada, que você estava contando para um amigo seu dos dos diferentes sabores do peixe, né, dos peixes, né?
É. É como eu sempre, eu gosto muito de peixe. Meu prato preferido é peixe. E eu tenho muita facilidade de saber qual qual peixe determinado é bom para um determinado prato, qual tipo de peixe. Por questão dos sabores. Aquele que tem uma massa mais... mais... mais rígida. Aquele que tem uma massa mais... mais fofinha, mais, mais... vamos supor assim, que ela seja... de fácil penetração do tempero. Tem um que tem uma fácil penetração de tempero. Nós temos peixe no rio, que a gente pega ele e faz um bife batendo com um martelinho. E fica maravilhoso. Faz um moqueca, ele dá todo tipo de prato que você pensar, com ele dá. No caso do surubim. No caso do cari. O cari a gente pega ele, faz aquele filé dele, bate de martelinho, faz um... faz tudo. No cari eu digo que o cari ele dá mil e um pratos. Como o surubim.
Por que que o cari é considerado aí, como é que é, a la
A lagosta do São Francisco. Porque ele é um peixe que não tem espinha, ele tem osso. Ele é uma espécie de carne vermelha do do rio São Francisco. Você tira a a pele dele, ele não fica carne branca, ele fica uma carne vermelha. E ele é muito bom em sabor. O sabor dele é delicioso. Ele não, não agrega gordura dele no na carne. A gordura dele é fora. Já é o contrário do surubim, porque o surubim tem a gordura entranhada na carne. O dourado também. É um peixe que ele agrega gordura na carne dele. Já o cari não, ele Ele tem uma vantagem por conta disso. Embora que a gordura de peixe é uma gordura saudável. Ela não é uma, uma uma ômega três excelente. Eu gosto muito, não tem... Não acho problema na gordura do peixe, não.
Estamos vendo aí como é que você está saudável aí, ó. <laughs> Alimenta

Eu como muito peixe. E E aí você falou que você contou isso para um amigo seu, é, dessa questão.
Como eu tenho essa facilidade de saber qual sabor, qual peixe, o sabor de cada uma, de cada uma espécie. Aí esse amigo meu, ele me ajudou, vamos Vamos ampliar esse seu conhecimento. Vamos lhe ajudar ampliando. Você vai fazer o beneficiamento. A pesca, você pesca e beneficia. Você fazendo o beneficiamento, você vai agregar valor no produto que você pescou. Aí você vai vender ele mais caro, beneficiado, que vai, vai levar vantagem. Você que pescou, quem compra, porque leva um produto para casa sem trabalho, já bem, bem modificado, e poder dar informação aí na confecção de pratos.
E onde que você fez esses cursos?
Aí uma grande parte deles eu fiz aqui, mas eu já fiz curso em Salvador, já fiz curso em Recife, em Belo Horizonte. Onde tinha um curso, eles que eles mandavam eu ia para lá Até hoje eu só não sei beneficiar o couro. Mas o resto, todo tipo de beneficiamento de peixe eu sei fazer. É? Do filé, do eh... Fazer a linguiça de peixe. A linguiça de peixe é uma delícia. Fazer a sardinha caseira, pegar o peixe o peixe de de de baixo valor comercial e fazer dele uma sardinha na panela de pressão. É uma delícia. Você agrega valor no produto, pode fazer para Tem uma tem uma equipe de trabalho que eu também dou curso de beneficiamento para famílias carentes de pescador, nas nas localidades que tem pescador, que eles não sabem aproveitar o trabalho que tem, o trabalho que eles fazem. Eles não sabem dar valor no no produto que eles têm. Aí eu sou chamada para dar um curso para mulheres e filhos de pescadores. Aí eu vou lá, chego lá e ensino eles a fazer a sardinha daquele peixe que tem menos valor comercial, pegar o que tem o que tem valor e agregar valor em cima do produto deles, no caso do surubim. Beneficiar, porque um quilo de surubim bruto, natura, in natura, do jeito que você tira d'água, ele está custando em torno, para o pescador, ele está custando em torno de cinco a sete reais. Mas quando beneficia ele, ele passa a custar, dependendo do tipo de beneficiamento, ele custa até Até trinta e cinco reais. Então você vê a diferença do beneficiamento. E eu ensino eles a fazer isso. E aproveitamento do do da carcaça que eu faço.
O beneficiamento e o aproveitamento <laughs> Eu interrompi ela falando do... do beneficiamento do peixe. Então vamos concluir esse assunto do beneficiamento do do do peixe.
Olha, do peixe a gente faz o produto nobre que é o filé. Sem espinha, sem couro. O melhor do peixe nós extrai o filé. Depois do filé, a gente da da faz o beneficiamento do aproveitamento do que sobrou, no caso. Da cabeça, eu faço caldo concentrado, que é riquíssimo em várias várias proteínas, vocês sabem, e E da carcaça, a gente faz... faz o croquete, faz a linguiça, faz o presunto, faz hambúrguer, Tem uma infinidade de produtos que você faz do subproduto que é a carcaça. Aí sobra o quê? A espinha. A espinha, também a gente tem um aproveitamento para a espinha, é?

O que a gente faz, a gente lava ela com água quente, depois faz um jato, lava ela, bota ela num jato de água. Aí bota ela para secar na sombra, no vento. Quem vai secar ela praticamente é a sombra, o ar quente. Depois que ela está sequinha, a gente tritura ela e faz uma espécie de farinha, que é um complemento alimentar para evitar. Não cura a osteoporose, mas ajuda a evitar, hum... É uma coisa... do peixe a gente aproveita tudo. Eu, graças a Deus, aprendi a fazer esse tipo de beneficiamento e dou esses, dou cursos aí na região para as pessoas aprenderem a utilizar o peixe da melhor forma possível. Fazer um aproveitamento completo, porque você faz tudo.
E dentro das suas atividades, você também vai nas escolas?
Vou. Eu vou nas escolas porque agora isso já está está contornado a situação, né. Nós enfrentamos muitos problemas dentro da área da pesca. Vários problemas. Eu digo que... Eu não costumo dizer que é um problema, porque problema é aquele quando não tem solução. Mas uma coisa que se tem um problema e a gente sabe como resolvê-lo, ele deixa de ser problema. Um deles é a questão que se criou nas escolas, nas salas de aula. Aonde a professora, por falta de conhecimento, não que ela seja uma má professora, não. Ela é uma ótima professora, acho que por falta de informação, acho que vem nessa linha aí. Ela, sem querer, deixa escapar que o pescador Entre aspas, o pescador acabou com o peixe do rio São Francisco. Nós não temos mais pirá, porque o pescador acabou. É um peixe que está em extinção, é o pirá. Nós não temos mais a matrinxã, que é um peixe também que está em extinção, porque o pescador pescou tudo. Isso não é verdade. O pescador jamais faria uma coisa dessa. O pescador também, não estou inocentando o pescador, isentando ele dessa responsabilidade. Todos nós temos a nossa parcela de responsabilidade. Mas quando se trata de criança, Tem que saber como colocar as coisas para ele, porque ele pode entender de uma forma errada. Aí o pescador, aí a professora diz, o pescador acabou com determinada espécie de peixe do rio São Francisco. O coleguinha, aí vai ter um coleguinha que é filho de pescador lá dentro, um filho de pescador. No caso da comunidade de Sobradinho, que noventa por cento da comunidade de Sobradinho é pescador. Isso gera um problema. Aí a criança vai e diz, ó, seu pai acabou o peixe do Rio São Francisco. Filho nenhum gosta que o ninguém fale do pai dele, né? Uhum. Aí gera uma confusão lá dentro. Não, meu pai não, seu pai sim. Seu pai acabou com o peixe do rio, a professora disse. A tia disse que o seu pai acabou com o peixe do rio São Francisco. Aí quando termina o final da história, eles estavam brigando lá dentro da sala de aula, um defendendo o pai, E o outro defendendo o peixe do rio São Francisco, que eu acho maravilhoso <laughs> Ele defendeu o peixe do rio São Francisco. Eu acho incrível isso. Mas ele... Isso tem que ser mudado essa história, porque o pescador não acabou o peixe do rio São Francisco. O pescador pegou o peixe para se alimentar, para alimentar a sua família. Ele vive disso, essa é a profissão dele. E ele não pegou o peixe, ele não acabou. O que está acabando com o rio São Francisco não é o pescador. projetos desenfreados, sem analisar o futuro. Eu, no meu pouco conhecimento, na minha santa ignorância, eu acho que deveria, antes de se fazer uma barragem, no porte da barragem de Sobradinho, eu acho que ele tinha que fazer uma escada para o peixe reproduzir. Ele tem que fazer, analisar o meio ambiente, ele tem que analisar o futuro, porque o peixe sai, todo peixe ele precisa de um uma quilometragem andando para reproduzir. Todo peixe, tem peixe que ele anda tanto para se reproduzir que ele acaba morrendo. Ele acaba morrendo de fome porque ele anda direto sem parar. Ele acaba no final da história, ele está estressado, grande parte deles acaba morrendo. Então, se nós temos uma possibilidade, o peixe vem para andar, para nadar. Se ele tem por onde passar, ele passa e vai embora. Ele vai concluir seu destino. Se ele não tem, ele vai parar. E aí, a situação a gente já conhece. E o pescador, aí a criança, essa questão, aí então eu sou chamada na sala de aula Para falar sobre isso. Eu vi esse problema dentro da minha própria filha. Teve esse problema com ela dentro da sala de aula. A sua mãe pesca o peixe e acabou com o peixe do rio. A minha filha, como pescadora, vai defender a mãe, defender o rio. e gera problema, aí E eu pedi às professoras, conversei com a diretora, olha, eu queria expor esse problema. E a gente, graças a Deus, essa situação... Hoje os pescadores, os alunos das escolas chegam para mim e me fazem pergunta. Tia, a senhora é uma pescadora? Eu sou. A senhora pesca com o quê? Com rede?

E a senhora gosta de pescar com o quê? A senhora gosta de pescar mais com o quê? Qual é o tipo de pescaria que a senhora mais usa? Então ele já faz uma pesquisa em cima do meu trabalho, uhum. Eu acho isso maravilhoso. E ele pergunta, a senhora pesca com o quê? Eu pesco com rede. E a senhora sabe pescar mais com o quê? E eu vou explicando para ele e eles fazem aquele relatório deles. E uma coisa engraçada, eu um dia fui chamada numa sala de aula para fazer uma palestra com as crianças, com os alunos. E um aluno pediu, tia, a senhora tem documento de pesca? Eu disse, tenho. Qual é o documento de pesca que a senhora tem? Eu disse, eu tenho carteira da Marinha, eu tenho carteira do Ibama, eu tenho carteira do do do Ministério da Agricultura, eu tenho carteirinha de pescador. A senhora poderia me mostrar uma delas? Eu disse, posso. Peguei a minha carteirinha e mostrei para ele. Ele tinha oito anos. Aí ele leu tudo ali e disse, tia, a senhora é pescadora? Eu disse, sou pescadora. Mas aqui está dizendo pescador <laughs> Olha só, que coisa interessante, né? Então ele viu um erro lá na carteirinha de pesca que o final não era pescadora, mas sim pescador. Isso isso é maravilhoso, eu amo essas essas coisas assim, porque eu adoro essas essas crianças que falam, são curiosas desse jeito.

É um mundo masculino dos pescadores. Como é que foi você, mulher, <laughs> menina, entrar nesse clube?
Isso é, isso é uma longa história, <laughs> opa. olha, eu vou te dizer, viu? Não foi fácil, porque na verdade, hoje tem muitas mulheres que já pescam. Mas eu acho que eu fui a primeira mulher a enfrentar a pesca.

Eu sempre, minhas irmãs todas são pescadoras, e eu no rio pescando, eu tenho uma irmã que parece muito comigo. Na época da Piracema, eu não pesco Os quatro meses de Piracema, eu saio fora do rio e para incentivar que as outras saiam a também. E a gente faz um trabalho... <laughs> Oi, irmã.

Aí a gente ia lá no rio, a minha irmã estava lá no rio.

Ela respondeu, oi, tudo bem, tudo bem.

Aí eu encontrei ele, ele me encontrou lá na rua e disse, você né, sempre dando lição de moral, sempre defendendo a Piracema, sempre mostrando que a gente estava errado e você lá no rio pescando. Eu disse, eu pescando? É, você estava lá no rio pescando. Digo, aonde, que hora? Você estava quatro horas da manhã lá na barragem, eu vi você lá e falei com você, e você disse, tudo bom? Eu disse, tudo bom. Ele disse, não, não era eu não <laughs> Era você sim. Eu disse, não, não era eu, era você.

Agora, você estava lá quatro horas da manhã fazendo o quê? Porque vo se você me viu lá quatro horas da manhã, você foi fazer o quê no rio quatro horas da manhã? Você estava pescando. Aí ele disse... Não, eu fui botar de comer para os tanques, porque ele ele também é psico Eu digo, o a alimentação do peixe, você bota seis horas da manhã. Foi que você foi fazer quatro horas da manhã lá <laughs> Aí eu fui descobrir que era minha irmã que estava lá. Mas é assim. E aí, é, para concluir a história da mulher pescadora, Isso foi uma bandeira que eu levantei em defesa da mulher pescadora. Porque o homem pescador sempre teve direito a documento de pesca. A mulher não. A mulher pescadora, ela não tinha nem sequer direito a registrar um barco. Se ela comprasse um barco, no meu caso, eu tinha um barco a motor e eu tinha que documentar esse barco na capitania no nome do meu irmão. ou do meu pai. Não tinha mulher, não poderia registrar um barco de pesca no nome dela. Muito menos uma carteira, um documento de pesca. Jamais, não poderia. Mulher pescando? Não... Que conversa, não existe. E eu sempre estive dentro do rio. Aí eu comecei a a ver a coisa, como eu sempre falei, eu sempre fui muito curiosa. Se uma mulher pode dirigir, Se a mulher pode fazer tantas outras atividades que o homem faz, por que não pescar? E por que não ela não pode ter direito se ela pesca? E a gente enfrentava, eu particularmente, enfrentava um tipo de preconceito entre os pescadores. Ah, a mulher no rio? Oxe, mulher no rio? conversa a gente pescando lá no rio com a mulher lá dentro? Não pode. Não pode. Quando foi um dia, eu fui chamada para levar uma uma uma equipe de pescador, trinta pescadores Eu tinha uma caminhoneta, sou motorista. Peguei minha caminhoneta, eles fretaram minha caminhoneta para eu levar eles para fazer um curso da marinha.

Aí eu fui com eles. Quando cheguei lá, eu perguntei, eu disse, quem é o capitão da que está dirigindo esse curso aqui? Aí um rapaz disse, é esse homem aí. Aí eu cheguei perto dele, eu disse, com licença, bom dia, ele, bom dia. Eu digo, o senhor é o capitão? Ele disse, sou. O senhor é o capitão da marinha? Sou. Eu digo, é o senhor quem vai dar esse curso aqui para o pessoal, quem vai monitorar o curso? Ele disse, sou eu. Aí eu disse, eu queria falar com o senhor. E minha conversa é um pouquinho longa. Eu queria saber se o senhor tem tempo para me ouvir um pouquinho. Dura quanto tempo sua sua sua conversa? <laughs> Ele me perguntou. Eu disse, eu acho que em meia hora dá para me explicar tudo para o senhor, em trinta minutos. E ele escreveu na lei. Aí eu digo, o senhor, não existe mulher pescadora para para marinha, né? Ele disse, não. Ele era direto. Tudo que eu dizia ele dizia na hora, não.

Aí eu disse, eu digo, olha, capitão da marinha, eu queria pedir o senhor um favor especial. Disse, olhe, eu sou pescadora. Comecei a pescar com idade de sete anos, mais meu pai, eu era tão pequena que eu não podia puxar uma rede nos nos nos locais fundos do rio. Eu só podia puxar a rede nos nas nas partes mais rasas. Quando era fundo, eu não podia. De tão pequena que eu era. Sempre pesquei, não tive oportunidade de estudar, não tenho na minha casa um diploma de nada. Sou pescadora e não tenho direito a ser documentada no que eu faço. Eu digo, o senhor me desculpe, capitão, mas eu acho isso uma tremenda injustiça. Se o país é para todos, se o Brasil é nosso, como vocês dizem, por que que eu não tenho o direito a ter um documento que diga quem eu sou, que prova o que eu sou? Aí ele parou de escrever e começou a me olhar. Até aí ele não tinha olhado para mim ainda não, viu? Aham. Ele estava ali só escrevendo. Aí ele parou de olhar, de escrever e começou a me olhar. Isso eu acho injustiça. E só um homem como o senhor, pode ajudar eu como pescadora, uma pobre pescadora, simples, que vive lá dentro do rio, analfabeta. De certa forma, eu eu perto do senhor sou completamente analfabeta, mas o senhor pode me ajudar. O senhor pode me ajudar. O senhor pode ser o primeiro capitão da marinha a fazer a primeira carteira de pesca da primeira mulher a ter uma carteira de pesca. E ele me olhando. Aí eu disse, olha, o senhor está vendo esses trinta homens que estão aí dentro da sala para fazer esse curso? Eu duvido, eu duvido que eles saiba saibam pescar mais do que eu. Eu duvido. Eu digo, eu pego aposta com o senhor, como tem deles aí que não sabem fazer uma tarrafa, que não sabem fazer uma rede, que não sabem remar um barco direito, E eu sei fazer tudo isso, eu sei pescar, sei construir a minha tralha de pesca, sei reformar a minha tralha de pesca, coisa que muitos deles não fazem, eles pagam para mim fazer. Então quem é realmente o pescador? É o que só pesca, só o que explora o rio, ou aquele que constrói seu próprio material de trabalho? Eu queria que o senhor visse essa questão com muito carinho, porque o documento do pescador homem é o primeiro documento de marido que a esposa não tem direito e nem os filhos. Eu digo, olha meu amigo, eu conheço varredor de rua, gari, que trabalha na prefeitura de varrer a rua. E quando ele morre, a esposa dele tem direito a uma aposentadoria pelo pela profissão dele. Pescador não. O pescador hoje se morrer, a viúva, ou ela arruma outro pescador para para dar de comer os filhos dela, ou ela está ferrada. E eu digo, senhor, isso de de consciência limpa, porque eu sou pescadora e sei o que eu estou lhe dizendo. Não estou lhe inventando conversa, não. Eu estou dizendo ao senhor, a realidade do da pesca. E só cabe o governo, a justiça, um homem que nem o senhor e que nem muitos outros que tem por aí, que ouça, escute o que a gente tem a falar e toma uma decisão. Porque não sou só eu, hoje é eu que estou aqui conversando com o senhor. Mas amanhã tem centenas de mulheres de pescadores que precisam de um documento

A mulher do pescador não tem direito a uma carteira de pesca, portanto, ela não tem direito a contribuir com o i ene esse esse, ela não tem direito a uma aposentadoria, ela não tem direito a nada. Só deslavar a roupa do pescador que chega suja de lama e fedendo a peixe. E cuidar bem dos filhos do pescador. Tratar o peixe Ela é, o senhor quer que eu lhe diga uma verdade? A mulher do pescador, ela é a parceira mais direta do pescador. Não existe outro, porque u u aquele parceiro que pesca com o pescador, É dividido o lucro. Ele leva o dele para casa dele, lá para a família dele. O pescador fica com o que ele coube ali. Mas a mulher do pescador não sai de dentro de casa, não. Fica ali. O que se faz é ali dentro. Eles comem junto. Aí eles só me ouvindo. Só me escutando. Aí ele disse, quer dizer que a senhora pretende com isso tudo tirar uma carteira de pesca? Eu é exatamente isso que eu pretendo. Uma carteira da Marinha, uma do Ibama. Foi documento que caracteriza quem eu sou, eu quero. Se eu sou pescadora, eu quero ser uma profissional documentada. Aí eu disse a ele, quando eu fui tirar minha carteira de motorista, eu fiz sinalização, legislação, meia-embreagem, exame de rua, tudo que pediram eu fiz. Tenho minha carteira de pesca, de motorista. Por que o senhor não faz a mesma coisa comigo? Me leva para o rio e manda eu ir entrar lá dentro para ver se eu sou pescadora! Faço a mesma coisa <laughs> Aí ele foi e disse...Eh, olhe, eu vou enfrentar um problema, mas a senhora entra para essa sala que eu vou fazer seu documento, sua carteira de pesca. Gente... E vou enfrentar, eu sei que não vai ser fácil, mas... A senhora devia ser política <laughs> não pescadora. Aí eu entrei para a sala de aula feliz da vida. Quando eu entrei, meu irmão, todos os pescadores se viraram para trás para olhar para mim.

E ele fez perguntas lá dentro da sala de aula, que só quem respondeu foi eu. Como, por exemplo, o que a gente precisava no barco para viver bem dentro do seu seu trabalho. O que que precisava dentro do barco da gente? Ficou todo mundo ali, cabeça baixa, pensando. Eu digo, olha, o que a gente primeiro precisa dentro do barco da gente é que ele esteja bem limpo. Bem limpo e escovado de preferência. Porque se o barco ficar cheio de lodo dentro, a gente corre um sério risco de cair dentro dele e se acidentar dentro do seu próprio local de trabalho. Primeira coisa, primeiro passo é limpar seu barco. Menina, o pe pe pessoal da marinha ficou de boca aberta. Eu não ganhei minha carteira da marinha. Ganhei minha carteira da marinha, ganhei direito de fazer um documento de registrar meu barco, aí do Ibama já tive direito da carteira do Ibama, depois veio a do cê a pe e hoje eu acho que eu tenho tanto documento de pesca que nem preciso de tudo <laughs>
<laughs> Que maravilha, então você foi a pioneira.
E daí para cá eu não parei não, aí eu comecei a lutar pelas outras que não tinham direito a um a um documento de pesca. Porque eu acho que a mulher de pescador tem, sim, direito ao seu documento de pesca. E hoje, a todas as mulheres, eu passei nove dias em Brasília, numa assembleia em Brasília, falando cara a cara com com Lula e cobrando isso. Eu digo, ó, o senhor dá direito no documento do pescador, do marido, dá direito à esposa, Ou então tem que se criar uma forma que ela tenha direito à pesca, que hoje a mulher tem. A mulher tem direito ao auxílio-maternidade, ao seguro-desemprego, que é o seguro-defeso, no caso da gente pescador, é o seguro-defeso. Ela tem direito a uma aposentadoria com cinquenta e cinco anos de trabalho na pesca. Ela tem direito de idade. Trabalho na pesca, a gente com quinze anos de contribuição, ganhamos o direito de segurados especiais. Isso é maravilhoso, e isso aí foi com muita luta, com muita garra, com muitos encontros. Quando eu ia para as reuniões, todo mundo dizia, ó, mulher que vive de reunião em reunião, Sei não <laughs> Sei não. Já consegui fazer, eu consegui fazer um encontro regional de mulheres pescadoras aqui em Sobradinho. Foi maravilhoso.

todas pescadoras envolvidas de uma certa forma na pesca. Isso foi uma maravilha, foi uma uma coisa simplesmente porque a gente conseguiu fazer com que muitas mulheres voltassem a participar de reunião, a se expor nas reuniões, a falar na reunião, porque tem muita gente que adoece só de ficar calada ali.
Dá licença só um minuto.

<laughs> estou aprendendo ainda, você nem imagina.
Então, a gente tem que concluir esse assunto do encontro das mulheres pescadoras. Se organizou, vieram cento e cinquenta mulheres.
Foi, a gente... porque a gente estava enfrentando eh... A gente estava enfrentando esse tipo de problema de discriminação. na parte da mulher. O marido não queria que a mulher participasse da reunião, teve A gente enfrentamos tantos problemas nesse sentido que era uma coisa de louco. Aí a gente teve que arregaçar as mangas. A gente vai ter que enfrentar isso aí. Não pode parar, não. Se a gente parar, vai voltar para trás e não vai dar nada certo. A gente vai afundar. E tomemos a decisão. Se reunimos, eu consegui ônibus das prefeituras,

Nós fizemos, conseguimos o apoio da Pastoral, que é uma coisa que nós temos muito forte ao lado do pescador, é a cê pê pê, Conselho Pastoral dos Pescadores. E foi maravilhoso, a gente fez esse encontro, daí para cá, Mostramos para os homens pescadores, porque é um pouco difícil. O homem pescador, ele é fechado dentro do seu casulo, lá das suas ideias. A gente mostrando para ele que só vinha beneficiar ele próprio, a mulher participando, a mulher tendo seu próprio documento. Porque aí aí eu vou, uma experiência, é minha. Eu sou pescadora, tenho duas filhas, todas duas são pescadoras. Na minha casa recebe auxílio, auxílio eh seguro defeso. As duas filhas minhas que da... Nós recebemos quatro meses de salário por não pescarmos. Imagina, nós quatro, esse dinheiro suficiente, nós três, dá para nós passar esses quatro meses tranquilos e sossegados, sem precisar de nós ir nem no rio pescar. Então, foi o que nós mostramos para eles para eles que a mulher documentada, a mulher dele participando, se documentando, está ajudando ele próprio. E graças a Deus hoje a realidade é outra. E está tudo maravilhoso, conseguimos esse espaço e estamos aí.

Como é que foi essa coisa de ter as filhas? Como é que foi cuidar delas na infância? Olha, eu tive as minhas filhas
Eu criei as minhas filhas sem pai. Perdi o pai delas muito, muito cedo. Fiquei com as duas e criei elas sem pai. Inclusive essa mais nova, ela ela foi criada praticamente dentro do rio. Com quinze dias de nascida, eu já botava ela dentro do rio. E ela criou-se assim, pequenininha, aí eu fazia o seguinte, para elas não caírem dentro d'água. Eu pegava uma cordinha, uma cordinha macia de seda, às vezes até uma tira de pano bem forte, eu comprava um pano novo, tirava aquela tira bem forte, trouxia ela, fazia uma espécie de uma corda. Vestia uma camisetinha nelas e passava a corda por dentro da camiseta e amarrava. Botava por aqui e amarrava, porque a camiseta não saía do braço e a corda segurava de uma certa, de uma certa forma. E amarrava elas no barco. Eu tomei essa decisão depois de que uma caiu dentro d'água.
Ah, conta isso para gente.

E ela, quando ela ia comer, ela enchia as mãos. Ela pegava uma mão de bolacha, E a outra, ela comia uma olhando para outra mão. Ela sempre teve essa mania, né? <laughs> Aquela espécie de menino traquino mesmo. Quando ela não queria, ela jogava as duas mãozinhas para lá, mas ela tinha que estar com as duas mãozinhas ocupadas. E aí, a outra na frente, eu remando o barco, aqui dentro desse canal. Aí ela, quando eu tive aquela sensação de olhar para trás ligeiro.

Ela já tinha caído e eu não vi quando ela caiu. Quando eu olhei para dentro d'água, aí eu vi aquelas bolachinhas que vinham subindo. A bolachinha vinha, vinha, vinha e parava em cima. Quando eu vi as bolachinhas, eu aqui no rumo das bolachinhas, que esse canal, ele é o canal de navegação. Ele é fundo. Aí eu desci no rumo das bolachinhas. Direto no rumo das bolachinhas Só fui chegar lá, apanhar ela e me empurrei para cima. Nossa! Subi com ela e ela não bebeu água. engraçado, eu Antes o povo dizia que criança, quando cai dentro d'água, não bebia água. Eu não acreditava. Nesse dia eu acreditei. Aí subi com ela. Quando eu subi com ela, aí um rapaz de um barco, um pescador, que estava na margem, ele viu quando ela caiu e eu não vi. Ele viu e correu para cá ligeiro, veio dar socorro, veio ajudar. Quando ele foi chegando, quando eu subi da água com ela, aí ele já estava, já vinha chegando. Aí só fez pegar ela da minha mão e botou dentro d'água. Fui nadando com ela. E ela toda (respiração) ... como que estava respirando, como que ela estava presa à respiração. E respirando, mas também não chorou, não. Depois só foi abrir a mãozinha e viu ainda as bolachinhas, começou a lamber as mãozinhas. E nós, naquela aflição, a gente <laughs> só riu. Mas eu fiquei muito aflita nesse dia. Aí cheguei na na beirada do rio, aí eu digo, eu vou quebrar esse barco, não vou mais pescar, eu não vou ser mais pescadora. Jogava pedra no barco para quebrar o barco. Mas não tem jeito não, eu tenho que ser a pescadora mesmo <laughs> Eu amo o rio, eu amo eu amo o meu trabalho que eu faço e é maravilhoso pescar. Pescar tem todas as vantagens, você se distrai, você não se estressa, você se alimenta bem, você tem <laughs> tudo de bom, se diverte ao mesmo tempo e é uma profissão maravilhosa.

E como é que elas viraram pescadoras?
Elas viraram pescadoras por necessidade. Porque eu não tinha outra profissão, não tinha o quê fazer, como sustentá-las e tinha que pescar. E elas foram virar pescadoras forçadas mesmo. E hoje são defensoras da pesca, são profissionais como

Agora ela está suspensa da pesca por tempo indeterminado, mas... Mas mesmo assim não sai não, a gente sempre foi, não foi, ela está ali dentro d'água. Mas são pescadoras, todas todas três. Engraçado, quando você vê uma pescando, quando você vê uma, você vê a as três. É tanto que no meu trabalho eu faço, eh, estou querendo fazer uma associação de beneficiamento. E aí já tem nome, Mãe e Filhas <laughs> <laughs> É a minha associação. Mãe e Filhas, porque realmente onde está uma, está ali. Quando eu, eu vou fazer um trabalho desse, elas estão junto comigo.

Conta um pouco para gente sobre isso. As freiras
As freiras, em particular, eu acho que elas me ajudaram mais mesmo do que a minha própria família. Porque como minha família sempre foi uma família numerosa e todo mundo...E, e... Família de pescador, no geral, é família pobre. Você não vê uma família de pescador rico Se você vê uma família rica de pescador, eles não são pescadores Tem outras atividades atribuídas à pesca. O pescador mesmo, o pescador original, ele é pobre. Pobre dentro da sua, do seu limite, né? Mas é pobre. E eu, quando a minha filha nasceu, devido à situação que a gente vivia, eu ter ficado sozinha, as irmãs, eu conheci as irmãs. E ela sempre chegava, tinha os encontros delas. E aí eu ia lá, levava peixe. Elas chegaram com um trabalho muito bem feito dentro de Sobradinho. Um trabalho... Existem dois Sobradinhos. Sobradinho antes das irmãs e Sobradinho depois das irmãs. Essas irmãs são da congregação Filhas de Jesus. E esse trabalho dessas irmãs foi um trabalho Simplesmente, acho que eu não tenho palavras para classificar o trabalho, porque foi a melhor coisa que aconteceu em Sobradinho. Porque elas chegaram aqui, elas criaram uma creche. Tudo isso, do nada. Elas criaram uma creche, elas criaram uma casa de adolescente, elas criaram um salão vida nova. O salão vida nova era para tirar a mulher da prostituição. A casa das adolescentes era para criar as adolescentes e não fosse as futuras prostitutas. E as crianças, a creche era para as crianças da comunidade. E esse foi um trabalho e eu me engajei nele como pescadora. As irmãs, a creche vivia de doação, vivia de de partes, de pessoas que queriam ajudar. Um ajudava com uma coisa, outro ajudava com outra. E eu, a melhor forma de eu ajudar era com peixe. Eu pegava o peixe. Tinha o dia da creche. O dia, aquele dia que eu ia pescar era para creche. Então tinha o dia das irmãs. Aí elas fizeram aquela amizade comigo e eu conheci as irmãs dessa congregação, as filhas de Jesus. No mais especial, a irmã Angélica. que foi a que primeiro chegou aqui e comprou a briga. A irmã Angélica foi ameaçada de morte. Porque nessa época, quando elas chegaram aqui, elas... Elas... Era um lugar onde a mulher era muito assassinada. Morria uma mulher duas, três por dia. É mesmo? Era. Era uma uma coisa de louco, era terrível. E as irmãs chegaram para mudar essa realidade. E mudou. Graças a Deus que as irmãs chegaram em Sobradinho. E eu, como pescadora e mulher, Não não passei em branco não, as irmãs sempre me apoiaram, sempre tiveram ali na frente, sempre me ajudaram para melhor te dizer. A primeira bolsa de escola que a minha filha estudou, que levou para para a sala de aula, foram as irmãs que trouxeram de Belo Horizonte. Um caderninho, trouxeram completinho, caderninho, lápis, lápis de cor, ali. Então eu eu só tenho histórias bonitas para contar, porque eu também tenho uma coisa comigo. Sempre tive isso. Desde criança eu sempre procurei ver nas nas pessoas o bom delas. Porque defeito é fácil de encontrar. Difíceis são as qualidades. Agora, defeito você encontra em tudo. Quando a gente quer achar um defeito, tudo é... Tudo você acha. Agora, eu procuro vê, eu sempre procuro vê, Jesus nas pessoas. Eu procuro ver Deus nas pessoas. Se você procurar ver o melhor dos outros, você, você, é mais fácil de perdoar, é mais fácil de ajudar. É, acho que é por isso que eu sou muito feliz, graças a Deus. Eu acho que sou muito feliz, porque eu sempre procurei ver isso nas pessoas, ver o melhor... Sempre a gente tem alguma coisa para ajudar. Sempre a gente tem algo para para fazer. Acho que essa minha história é uma história tão comum... História de uma mulher simples, pescadora. Criou as filhas pescando. Daí para cá também não quis mais saber de de marido porque a minha experiência já foi suficiente. Deu para mim viver uma experiência suficiente e vivo assim. Trabalhando, sou convidada para dar curso, sou convidada para participar de eventos, sou convidada para ir para fazer trabalho em vários lugares da Bahia. Agora mesmo estou com convite para Diamantina, Chapada Diamantina, uhum. Vou pensar se eu vou e hoje eu sou tão querida do povo que <laughs> o Sebrae me pegou e me botou dentro do armazém café.
Ah, foi o Sebrae?
Foi o Sebrae que me levou para lá porque eu tenho facilidade de criar pratos. E aí eu comecei, eles pediram para fazer um trabalho da natureza o seguinte, agregar valor no que nós temos aqui. O que é que nós temos? Peixe e temos frutas, muitas frutas. Vários projetos de frutas nós temos na região. Aí eu faço o molho de tudo quanto é fruta que tem. Eu faço o molho de todas as frutas que nós temos aqui na região, eu crio o molho dela. Para servir com peixe.

E fica maravilhoso. Nossa!
Nós fomos lá ontem, mas eu acho que era a sua folga, não, ou seria a noite?
a Não, é porque eu estava aqui, porque eu estou fazendo um trabalho de de defumando bastante surubim para para um trabalho.

Conta para a gente uma receita de um molho de cajá, que é cajá aqui da região, né?
É, não propriamente daqui da região, mas é do Nordeste. Aqui da nossa região é uva, é acerola, manga, maracujá, mas eu sei molho, eu já fiz molho de peixe com cajá
Então dá uma receita para gente gravar aqui.
Olha, deixa eu ver aqui, mas eu vou dar uma receita que mais eu gosto, uhum. Peixe com molho de tamarim. Eu tenho com vários tipos de molho, mas é que o molho de tamarim não é uma delícia, porque aquele azedinho da tamarina, Ele agrega uma um apetite quando você começa a comer o peixe com aquele azedinho ali. Nossa... É um molho rústico, uma cor diferente. E eu acho muito bom. Eu faço o seguinte, eu pego a o tamarindo descasco ele e boto para cozinhar. Aí quando eu tiro aquela semente dele, eu bato ele no liquidificador. E experimento se está muito ácida. Se não tiver muito ácida, pronto, deixo ali do jeito que está e boto no fogo. Ou ele tira aquele o resíduozinho que ficou, deixo ele fino. Aí boto ele e levo ao fogo. Aí boto gengibre ralada e canela, pau de canela. Deixo ela cozinhar. A gengibre, por conta, já vai dar uma um aspecto quente, né? Aquela quente na no prato, no molho. Quando ela cozinha bem, que ela puxou da, ela agregou um pouco da da gengibre e da canela, aí eu vou, faço, ralo uma cebola branca, bem fininha, e refogo ela na manteiga de garrafa ou no azeite de oliva. Aí boto e jogo dentro do do do molho de tamarim. Ela já vai dar aqueles pequenos pedacinhos da cebola que ficou, ele é Também a cebola , ela é meio doce, né? Aí ele vai dar aquele saborzinho diferente quando você estiver comendo. Aí, vou e engrosso com amido de milho. Eu dou um ponto nele ali, fazendo aquele... Ela vai ficar num aspecto, aspecto grosso. Bem consistente na tamarim. Se ficar muito ácido, eu boto um pouquinho. de açúcar ou de melaço. Melaço de cana.
Mas fica uma maravilha. E qual é o peixe ideal para esse molho?
Eu sempre, olha, todo peixe é ideal. Mas eu sempre utilizo a tilápia. Eu utilizo a tilápia, ou Ou o de surubim, o filé de surubim. Mas eu gosto mais da tilápia. Por quê? Eu não sei, eu não sei por quê, mas é porque eu tenho uma preferência por tilápia. A tilápia que a gente tem aqui é uma tilápia muito saborosa. Ela tem pro procedência. Porque a gente está vendo ela ali onde está sendo criada. Ela é uma tilápia chitralada, uma tilápia boa, uma tilápia muito suculenta. Quando eu boto ela na chapa grelhada, eu não asso, eu não frito, eu grelho. Aí eu faço um jeito para ela ficar cozida sem secar. Só botou na chapa e cobriu com a assadeira. Ao invés dela secar, dar aquele aspecto seco, ela fica pronta, mas bem suculenta. Você jogou o molho ali em cima com um arrozinho branco ou um arroz à grega.

Com um vinhozinho <laughs> é maravilhoso.

E ela tem outro momento da Cidade Velha e da Cidade Nova, aham. Você veio para Cidade Nova, né?
Vim para a Cidade Nova.
Mas já deve ter escutado muita coisa sobre a Cidade Velha.
Já, porque não tinha bem uma cidade velha. Não tem aqui, nós não temos uma cidade velha de Sobradinho. Sobradinho é uma cidade nova. Nós não temos uma cidade que, vamos supor, que nem Casa Nova. Tem Casa Nova Velha, tem Casa Nova, Nova, né? A cidade de Casa Nova Velha está debaixo d'água. Nós não temos uma cidade de Sobradinho debaixo d'água. Nós não temos. Nós temos, onde eram os ribeirinhos, onde aqui morava Seu fulana que morava, o avô não sei quem, sabe? Essa coisa. Mas não tem assim propriamente uma cidade. Poderia ser uma vila dos velhos ribeirinhos, mas até nisso as casas eram afastadas umas das outras, porque era roça. Era o próprio ribeirinho mesmo. Não tem a cidade própria de Sobradinho.
que o pessoal veio mais para trabalhar na represa, is
Isso, Sobradinho foi uma cidade que foi feita a partir do momento que foi criada a barragem. E as pessoas, aqueles antigos ribeirinhos, que não eram tantos, vieram morar na cidade de Sobradinho, fizeram-se, criou-se o Sobradinho. Mas não tem a cidade Sobradinho.
E o que que você ouve falar de Sobradinho? do pessoal que veio no começo da cidade construída e de ho O que foi mudando?
Deixa ela tomar água
Olha, o Sobradinho de antigamente, ele tinha, falam, né? As pessoas mais velhas que tinham, que tinham, eh, tinham um costume muito antigo de Sobradinho. O que eles têm aqui é São Gonçalo. O famoso São Gonçalo, é uma, que eles fazem uma promessa para aquele determinado santo. Não, obrigada. Faz uma promessa para aquele determinado santo para conseguir aquela graça. E depois aquela aquela festa é feita com bastante comida, danças, uma dança muito com cipó, essa coisa. É uma coisa muito engraçada que eu acho, né? Eu mesmo, eu não sei dançar o São Gonçalo.
Mas você já viu.
Mas já vi, hoje, aprecio muito, vou ver, porque eu se botar para dançar no São Gonçalo, eu acho que eu fico toda alinhada naquele cipó, porque eles usam cipó, mudam o cipó de maneira tão rápida que eu só vejo com aquele cipó passando de um lado para outro, eu não entendo nada daquilo. Mas tem muitas outras coisas aqui do Sobradinho, que o pessoal vivia, era um povo muito simples, que vivia de criar, de pescar, de plantar. A história de Sobradinho, que eu conheço, é essa.
E o que que você acha que Sobradinho... Porque o pessoal tem muita gente que trabalha na barragem e tem outras pessoas que trabalham com outras coisas como pescadores. O que mais que Sobradinho tem?
Que trabalha como pescadores?
Não, quais são os outros ramos de atividade que tem aqui? Ãh
da região que

Eles têm, vivem de muita plantação. De quem planta, geralmente cria. Então é uma uma atividade comum ou comerciante. É sempre assim.
Você sabe se teve algum movimento contra a construção de Sobradinho aqui?
Não, não sei. Não sei se teve. Se teve, não é do meu conhecimento. Se teve esse movimento, não é do meu conhecimento.
E conversando com as pessoas, deve ter vindo muita gente que veio de cidade alagada, né? Uhum Você sabe contar para gente um pouco de como é que eles se sentem? Alguma coisa que eles tenham te contado da experiência deles?
Sei. Grande parte deles, eles eles contam o seguinte, que antigamente viviam muito bem. que vivia muito em paz, porque tudo era maravilhoso. É aquela famosa história do rio de antes e o rio de hoje, que hoje não era mais a mesma coisa, hoje era tudo diferente e, eles, eles Eles, eles comentam muito essa fase, né? Que o que está vivendo hoje com a fase que viveu anterior. E que a cidade hoje, que eles vivem Sobradinho, que antigamente não vivia assim, é varia, né? Porque cada um tem uma opinião diferente. Culpam sempre, eles culpam sempre porque nós éramos o dono da terra. Eles dizem assim, resumindo a história deles, é que diz assim, nós éramos o dono da terra. E hoje nós não temos um pedaço de terra para plantar. Eles sempre ressaltam isso, inclusive vários pescadores que eram ribeirinhos, que eram donos da terra e que hoje moram na mesma situação que os agregados que nunca que nunca tiveram terra, que veio para aqui e eles moram junto com esse povo. São pessoas maravilhosas, mas a gente sente que eles têm um fundinho de mágoa nisso tudo. Deles que alegam que até hoje não receberam o que de direito cabia a eles, que perderam suas terras, perderam suas raízes. Perderam sua, sua, o seu seu seu meio natural de vida que tinham e hoje não têm mais. Hoje, para comprar um quilo de de, como eles dizem, de batata, é caríssimo. Hoje não tem mais aquilo que eles antes tinham de lavra. que tinham para dar, hoje para comer tem que comprar, então eles ressaltam tudo isso. E que mostra um pouco de mágoa A gente percebe que eles têm isso. Que muitos deles dizem assim, ah, nós não recebemos o dinheiro de nossas terras, tiraram nós de nossa terra e expulsaram nós de nossa terra. Mas também não atribui a quem, diz a barragem. A barragem tirou nós de nossa terra. Pelo menos é o que eles falam para a gente, que, eu que sou aqui, que estou aqui como chegante, não sou filha natural daqui, e a gente sente isso neles, uhum.

A questão da transposição de São Francisco, é uma, eu no meu ponto de vista, eu acho eu acho uma coisa muito séria. É muito séria essa questão, porque se ele estivesse querendo fazer a transposição, mas já tivesse feito a transposição, a a revitalização do Rio São Francisco, eu até aceitaria. até aceitaria, porque aí eles tinham que fazer para fazer essa transposição, eles primeiro tinham que fazer. A revitalização do Rio São Francisco, que a gente só ouve falar, só se vê essa revitalização em papel e em conversas bonitas, na prática não existe. Tem a questão também do desmatamento das margens, das beiras de rio, das matas ciliares. Eles tinham que fazer. o reflorestamento das matas ciliares das margens do São Francisco e a revitalização antes de qualquer pensar em qualquer tipo de transposição. Porque transpor o rio São Francisco do jeito que ele está é matar o que já está agonizando, é acabar de matar o que já está morrendo. Se o governo andasse dentro do rio Como eu ando, ele não faria isso. Se o governo, os ministros, viu, andasse dentro do Rio São Francisco, se ele conhecesse o Rio São Francisco há quarenta, há quase quarenta anos, que nem eu conheço, ele não faria isso. Primeiro ele ia fazer a revitalização. Primeiro ia fazer a o reflorestamento das matas ciliares. Porque nós temos plantas aqui na beira do rio, que se plantar ela, ela não deixa que quando chove, quando a chuva cair nas serras, vamos supor, vamos dizer assim. Porque quando o rio chove, quando chove, a aquela enxurrada de água carrega a terra para dentro do rio. Como o rio está todo picotado de barragens, o rio não tem mais força para arrastar aquela terra no seu destino. aquela terra vai ficar armazenada em qualquer canto por aí.

Isso é quem está fazendo o rio ficar raso. Com a rasoeira do rio, com o rio ficando raso, o peixe fica sem local para se esconder, ele torna de fácil captura. Ele fica fácil.

O que é que eles tão fazendo? Transpor, tirar a água de onde já não tem, Eu acho um absurdo. Eu acho um absurdo. Se Se o governo, se Lula, o presidente, se ele quiser ver o rio São Francisco, venha. Entre dentro de um barco. Eu tenho todo o prazer de mostrar a ele. Onde eu pescava com vinte e cinco braças de fundura, hoje tem nove. Eu tinha todo prazer de mostrar. Olha aqui, como é que tem coisa. Eu acho que ele está fazendo isso porque ele não sabe. Ele não tem conhecimento, ele só vê, ele só sabe o que dão informação para ele. Ele só conhece a teoria, a prática ele não conhece.

Por conta dos acontecimentos da transposição e tudo. Me conta o que que está acontecendo e o que você acha sobre isso?
Olha, eu acho que o que está acontecendo é exatamente isso que a gente está vendo aí. Muito movimento, muita gente sendo solidária à atitude do Eu acho que ele está, é a única forma que ele achou para que isso tenha um basta, para que se pare com esse absurdo. Essa é a forma dele lutar. Hoje está com treze dias que ele está com essa greve. Todos nós estamos preocupados, todos nós estamos solidários com ele em oração. É a única coisa que nós podemos fazer. É fazer oração junto com ele. Eu, eu, jejum, eu não vou fazer, não. Eu não posso fazer, eu não faço. Ele tem condições de fazer. Eu acredito que a fé dele é muito grande e acredito também que ele vai conseguir. É isso que nós esperamos, que o governo tome uma atitude a esse respeito e pelo menos dê uma parada. E tome outra atitude, faça primeiro a a revitalização do Rio São Francisco, Nem que depois ele sente com todo mundo e diga, ó, eu vou fazer assim porque eu já fiz isso, mas não fazer o que ele está fazendo sem desenfreado. Eu acho um absurdo.

Para quem não conhece.
Para quem não conhece, ele é um missionário. É um bispo.

Uma pessoa de Deus, é uma, um padre que foi, né, hoje tornou-se um bispo, hoje é Frei, um homem de muita fé, que conhece o rio. Eu Eu chamo particularmente com ele, eu eu costumo dizer que ele é o Pelegrino do rio, porque ele conhece o rio São Francisco tão bem quanto eu. Ele conhece o rio São Francisco, eu acho que ele ainda conhece mais um pouco, porque ele conhece ele da nascente, Até onde o rio deságua no mar, ele conhece tudo. Eu só conheço um certo trecho do rio. E já defendo o rio como eu defendo. Imagine ele que conhece tudo.

Esse movimento ele tem, está trazendo gente de toda parte, até do exterior. Tem gente aqui sobradinho de toda parte. Hoje mesmo vem de Salvador, está chegando uma caravana de três ônibus de pessoas. De todos, até até evangélico, essa Essa, esse movimento não é só de de católicos. Esse movimento é de quem bebe água. É de todo mundo. Todo mundo está envolvido com isso. Hoje vem essa caravana de três ônibus de pessoas de Salvador. Isso é só que nós fomos informados, porque vem pessoas, amigo nosso, que faz parte do nosso do nosso meio da pesca, que estão vindo para cá. E todo dia chega muita gente. Ontem mesmo estava a Marina, a Ministra do Meio Ambiente. Ela estava, eu estive com ela lá em Juazeiro, conversei com ela e ela estava aqui também para ver o que é que pode fazer. Está todo mundo se mobilizando e tem que fazer isso mesmo, porque eu não tenho muita, muita coisa para dizer a esse respeito não, mas Sobradinho está cheio de muitas pessoas de outros lugares, artistas, eh, ambientalistas, pescadores, tem tudo nesse movimento. Tem todo tipo de gente, tem toda gente, é como eu falei, quem bebe água.
E o que você espera então para o Rio São Francisco agora, para frente, com toda essa movimentação, com tudo que está acontecendo?
Eu espero, eu espero que que se tenha, que o governo tenha consciência do que ele está fazendo. E que com isso, os nossos netos não venha a sofrer a consequência, não venha pagar por isso. Eu espero, seriamente, que o governo saiba o que ele está fazendo. Porque amanhã, amanhã, só Deus sabe o que pode acontecer. com essa transposição. Porque eu não acredito, eu sinceramente, eu sou muito sincera no que eu falo. Eu falo o que penso. Às vezes até magoa as pessoas de ser tão direta. Mas eu acho que essa transposição não vai beneficiar, não é para beneficiar o mais o mais simples. Vai beneficiar de uma certa forma, mas quem vai levar a maior vantagem, a maior fatia do bolo, quem vai comer, são os poderosos. O pequeno só vai comer as migalhas do que vai sobrar desse bolo. Não vai ter acesso ao melhor. Então, é por isso que esse Frei Cappio aí, ele está fazendo o que ele está fazendo. Porque ele sabe que quem vai ser mais beneficiado com isso não vai ser o o menor. O menor vai também. De certa forma, o rico não vive sem o pobre. O rico não vive sem o pobre Infelizmente, essa é a realidade. O rico depende do pobre. E não vai ser diferente nessa transposição, não Não vai ser diferente nisso aí não, nesse trabalho que eles estão querendo fazer. Não vai ser diferente. Espero que eles saibam o que estão fazendo. Espero que nós amanhã, depois, nossos netos... Que o Rio São Francisco não vire uma lenda. Que nem a lenda do nego d'água. Que nem a lenda da carranca. que nem a lenda da mãe d'água, que nem o que o povo diz, que tem um caboclo, que a gente só pega peixe se fizer isso ou aquilo, que nem diz que quando tem uma carranca que bota na na nos barcos, diz que quando o barco vai afundar, essa carranca avisa, que geme, que que, essas coisas que que eles falam, então Tomara que o Rio São Francisco não venha a ser uma lenda, futuramente.

Olha, essas lendas... É, tem muitas lendas do Rio São Francisco. Que o povo fala de... de nego d'água, de caboclo d'água.
O que que é o caboclo d'água?
Eu não conheço ele não. <laughs> Eu não conheço não, não sei. Mas o que dizem? O que dizem é que ele é uma espécie de de sobrevivente, que vive dentro d'água, de uma espécie viva, que vive dentro d'água, que ajuda o pescador em determinada situação.

Eu não sei contar muita coisa desse desse caboclo d'água não, só o que o povo fala, né. É muita coisa, é um é um mito, uhum, em torno de muitas coisas, que que realmente ele avisa sobre os perigos do rio, que o pescador ajuda o pescador na na pesca.
E dos seus tempos aí de de pescar tanto o rio, você já viu alguma coisa assim meio diferente?

Nunca vi. Eu tenho visto. Tempestade dentro do rio. Já peguei algumas. Vento muito forte. Tempestade? A natureza. Eu tenho visto a natureza. O fenômeno da natureza. Isso eu tenho visto várias vezes. Já peguei muita. Eu estou no meio do rio. Se vai cair um vento forte, se eu sei que vou correr perigo ali, eu percebo. Mas eu percebo como. Pelas nuvens. Pelo tempo.

o clima começa a mudar, você começa a ver a água se movimentar de um lado para o outro. Então significa, se ela está movimentando do lado esquerdo, significa que o vento vem do lado esquerdo. Você tem que ver qual é, se você está mais próximo do lado esquerdo, mais próximo da margem pelo lado esquerdo, então, caça um jeito de sair logo para o lado que você está mais próximo. Não entre mais para um lado que você vai ter problema de sair. Uhum, que você não vai poder voltar. Então isso não é, isso é a realidade, isso é fenômeno da natureza, eu considero como a natureza ajudando a gente, se ajuda com a natureza.
E já teve situação de você correr risco de vida dentro do rio? Já.
Já. Como é que foi? Já enfrentei, eu enfrentei umas poucas delas, onde teve uma delas, que duas duas coisas muito perigosas que eu enfrentei dentro do rio. Uma delas foi aqui desse lado, eu estava botando rede. Eu e as minhas filhas. Aí eu olhei para trás. Quando eu olhei para para trás, eu vi aquela neve branca atrás. Mas um distante. Aí eu olhei e digo, aquilo é vento. Aquilo ali é vento.

na próxima emenda dessa rede, desemenda e bota uma pedra e vamos sair daqui, porque aquilo branco ali é vento. Aí ela olhou e disse, não, mãe, é chuva. Eu disse, se for chuva, mas vem junto com vento. Vamos sair daqui. Aí ela ligeirinha ali achou a emenda da rede, desemendou e tudo, e eu segurando o barco para ela terminar o trabalho. Aí eu digo, bota o pano. Ela botou o pano. O pano é uma espécie de de aparatos que a gente usa para ajudar nós no trabalho. Como a gente, a gente bota um pano aqui, segura o pano e o vento leva o barco, uhum, A gente guia direitinho para onde quer ir e o vento leva. Isso aconteceu. Quando ela terminou de botar o pano, não deu mais tempo de puxar na corda do pano para encher. Aí ela coisou... Que fofura de titia <laughs> É a filha de Sandra. Vai, mamãe está chamando você. Vai lá <laughs> Veio participar da gravação, tem não? Então vem para cá titia. Aí ela... Aí ela... Quando ela botou o pano, não deu mais tempo puxar na corda. O vento já tinha chegado. Mas ele chegou bravo, bravíssimo. Bravíssimo Os pingos d'água que caíam na gente doíam. Quando batia, parecia que era pedra. Aí eu segurei o barco, aí Aí eu percebi que ela, que a gente ia ter um problema, sério. Porque com o vento, imediatamente, as ondas levantam. Elas crescem. Aí a, aí eu disse para elas, deitem dentro do barco. As duas. Deitem as duas dentro do barco, porque elas estando deitadas dentro do barco, elas não iam fazer o movimento das ondas. Elas iam ficar com o corpo ali quieto. Se elas ficassem sentadas, elas podiam se assustar, elas podiam ter medo, elas podiam ver as ondas, as maretas crescendo. Que no mar é onda, aqui é mareta, né. Então elas iam ver esse fenômeno e elas podiam ficar com medo. Aí a gente, eu fiz o quê? Mandei elas deitarem dentro do barco. Deitem as duas dentro do barco. Mainha, o barco dentro do barco vai fedendo a peixe, é É, fedendo a peixe. Deita dentro do barco, as duas. Elas deitaram ali dentro do barco. Fiquem quietinhas, as duas aí deitadas. Elas duas deitadas dentro do barco. E eu consegui segurar esse barco. O vento me arrastou, levou esse barco com uma carreira violenta. Para onde ele quis. Dessa vez eu não fui para onde eu queria não. O vento me levou para onde ele quis levar. Mas graças a Deus, deu tudo bem, eh, saiu tudo bem. Outra situação eu enfrentei na represa, que eu tenho uma filha, minha filha, minha mais velha, ela é doente de epilepsia. E ela dá crises convulsivas de vez em quando, crises epiléticas. Ela deu uma crise no meio do lago. E aí eu passei por um sufoco grande, porque eu estava no remo. Quando eu vi ela, quando ela começou a dar crise, eu saí do remo e fui para segurar ela. Isso dentro de um de um espaço de seis metros com um. Seis metros de comprimento com um no no no lado mais largo. Aí ela ela começou a se bater e a tendência era só cair para dentro d'água. E eu segurei ela. com muita força para não cair as duas dentro d'água. Esse foi o mais difícil que eu já passei. Foi esse momento com ela, com a minha filha.

Foi uma hora muito difícil.

E a outra desmaiada dentro do barco, foi uma Realmente foi uma cena Pavorosa, mas... Correu, terminou bem. Terminou bem, graças a Deus sempre.
Tem alguma pergunta para finalizar?

Você não sabe de nenhuma história de terror que você já ouviu alguém te contar aí? Alguma coisa que tenham visto por aqui no Rio ou lá
Olha, história de terror assim, <laughs> eu vi uma vez aqui no rio, agora essa não foi os outros que me encontram não, eu mesmo vi.

É meia hora de viagem de onde nós morávamos, descendo do rio, descendo o rio, subindo é duas horas que nós gastávamos para o local de trabalho. Aí a gente saiu de lá, ia dar doze horas. Aí ela, aí eu disse para minha irmã, vamos embora que já vai dar doze horas. Ela disse, vamos. Aí nós nós ficávamos lá pastorando as redes para ninguém roubar. Porque como como aquela aquele ditado, quando é mulher que está na pesca, sempre tem algum engraçadinho que quer levar vantagem. Aí a gente ficava lá pastorando as redes para ninguém mexer nas nossas redes. Aí nós descemos. Eu remando, ela deitada dentro do barco. E eu remando a canoa. Claro da noite, clara da noite, clarinha, clarinha, clarinha, que a gente via tudo. Da lua, claro da lua. Quando nós chegamos, igual com aquelas pedras, umas pedras que tem ali embaixo, aí eu vi uma luz dentro d'água. Uma luz grande, parecia um globo.

Aí no começo eu pensei que era alguém pescando. Aí ela disse, não, isso é boia de cerceia. Carceia é um tipo de pescaria, que a gente coloca a rede lá na água corrente e a água vai descendo com a rede. Aí mais na frente a gente tira, chama-se carceia. Porque tem a pescaria de tarrafa, tem a de arrastão, tem a de carceia, tem a de rede de espera, tem vários tipos, né? Tudo tem seu nome. Aí ela disse, não, é uma carceia. Aí eu olhei para um lado, olhei para outro, não vi nenhum barco. Para ser uma carceia, tinha que o dono daquela carceia ir acompanhando ela.

Aí eu me lembrei, eu digo, mas pode ser uma pedra, ali tem pedra, pode ser alguém que deixou alguma, alguma coisa na pedra. Aí eu lembrei que o rio estava cheio, não tinha pedra.

Ela disse, não homem, isso é boia de carceia, isso é alguma coisa. Aí disse, isso deve ter sido alguma pessoa que que solta despacho dentro do rio e soltou um barquinho com vela acesa dentro e a vela está está mostrando lá. Isso é despacho para Iemanjá Aí eu entendendo cada explicação dela, eu me convenci ainda cada vez mais, nós se aproximando daquela daquele fenômeno. Quando chegou bem pertinho, não tinha nada, não tinha barquinho, não tinha nada. Aí eu comecei a ficar com medo.

Quando ela levantou, a luz apagou, sumiu do nada. Sumiu do nada, do nada, do nada, do nada. Eu fiquei com tanto medo, com tanto medo. Nós nós paramos a canoa na no porto. Nem amarrar a canoa, nós não amarramos de medo <laughs> De medo, mas medo mesmo, daqueles medos grandes. Medo de você... <laughs> Eu nunca nunca tinha medo daquele tamanho, porque eu já vi aqui dentro do rio, nós já vimos canoas assim, andando sozinhas dentro da água e tudo, mas isso é... Isso é comum. Agora, uma coisa dessa aí, nós nunca tínhamos visto, não. Mas, terror, terror mesmo assim, só... Às vezes os pescadores conversam com essa coisa que que o pescador ia para o rio e vinha uma mulher, montou na garupa da bicicleta dele para vir pescar mais eles. Quando ele olhou para a mulher, a mulher não tinha cabeça. Mas eu acho que isso é coisa que eles inventam para se distrair.
Uhum, <laughs> Para se distrair, e...

Eu achei ótimo. Se tiver mais alguma coisa que eu possa contar, pode contar comigo. Estou sempre disponível.
Obrigada

Foi ótima a entrevista. Foi muito bom